E a senhora saberia contar um pouquinho da origem dessa família?

Aos 14 anos, o pai dele pressentindo que havia um movimento contrário dos Turcos contra os Armênios, já que eles conviviam no mesmo território, ele mandou o filho dele para os Estados Unidos, que é meu pai, ãh, na casa das tias maternas dele, porque, para salvaguardar a vida do primogênito. Aí, aos 14 anos, ele foi lá para os Estados Unidos, e lá ele permaneceu.

Ele tinha amealhado uma certa posição social e tinha, trabalhava como mascate, ai Por influência dele, o meu avô resolveu vir para São Paulo. Foi um contágio assim que ele se informou que o irmão dele estava bem sucedido aqui no Brasil. Quando ele ele aqui chegou, também trabalhou arduamente e conseguiu amealhar também uma certa posição. E deixou três casas comerciais aqui, passando procuração para um conterrâneo dele. E voltou para Harper, na Armênia, para pegar família. E, nesse meio tempo, Estourou a guerra lá, na pri, na Segunda Guerra Mundial, e em 1915, o governo de Mustafa Kemal Pasha, que era o governo turco, ele perpetrou um genocídio contra os armênios, matando um milhão e meio de armênios. Aí, Nesse massacre, meu avô foi também. E as mulheres e os, as crianças que restaram eram todos eles deportados da Armênia. Então, minha avó foi deportada com os três, quatro filhos restantes. i-i o governo sírio a abrigou ela. E assim também inúmeras famílias armênias ãh, do Deu o abrigo, deu o asilo para eles. E assim eles permaneceram lá por vários anos, em Alepo, na Síria. E meu pai, nesse meio tempo nos Estados Unidos, perdeu o contato com a família, porque não havia mais meios de comunicação e as famílias foram todas dispersas por todos os cantos do mundo. Ele ãh... resolveu mandar uma carta para o Patriarcado Armênio de Alepo para procurar os remanescentes armênios. Nesta carta, ele conseguiu ãh, a informação que havia morrido o pai dele, mas restavam os quatro irmãos, uma irmã e três irmãos, e a mãe. Então, por mais algum tempo, eles permaneceram em Alepo. Como o meu avô tinha deixado três propriedades aqui no Brasil, o meu pai achou mais correto transferi-los ãh, para cá. Ele também veio dos Estados Unidos e passaram a viver aqui com os rendimentos que meu pai conseguiu lá nos Estados Unidos, manteve a família dele aqui no Brasil por um certo tempo. Mas eles, ele tinha necessidade, eles todos tinham necessidade de uma ocupação, de uma atividade. Então, meu pai, caminhando pelas ruas de São Paulo antigo, percebeu ãh umas senhoras carregando trouxas de roupa na cabeça, E ele perguntou assim, por que que essas senhoras estavam com essa trouxa de roupa na cabeça? Então veio a informação para ele que elas lavavam manualmente em casa as roupas de hotéis e restaurantes e depois tomavam o bonde e entregavam lá no centro da cidade. Aquilo despertou a curiosidade do meu pai e despertou também a ideia, porque, como ele havia vivido nos Estados Unidos, tinha visto a automatização do da lavagem industrial. Então, ele, ocorreu logo a ideia de fazer uma, uma lavanderia industrial aqui no Brasil. Então ele conseguiu importar os maquinários de lá, Assim foi fundada a primeira lavanderia do Brasil, pode-se dizer, porque foi em São Paulo era centro de tudo.

Aí ele passou a lavar a roupa de hotéis, restaurantes, ãh, estradas de ferro, ãh, pronto-socorro, hospitais e prosperaram. E ele fez de todos os irmãos sócios. Então, eles prosperaram e aí aumentou assim o patrimônio da família. E com o decorrer do tempo, o meu pai veio a falecer em 1952.
em 52. E a senhora saberia dizer como é que eles se conheceram, o seu pai e a sua mãe?
Ah, o como havia uma pequena comunidade armênia aqui no Brasil, aqui em São Paulo, então havia, ãh, logo se formou, formaram-se núcleos armênios e se concentravam todos nas imediações do mercado municipal. Melhor dizendo, a rua Comendador Afonso Kerlakian, que hoje se chama assim, no passado era a Rua Pajé. Consistia dos dois lados em lojas e fábricas de sapatos dos armênios, e eles viviam no alto, no sobrado. Meu pai... E lá naquela região mesmo, na Rua Paula Sousa, formou-se um núcleo, um pequeno salão, onde todos os armênios se reuniam nas festividades, e lá meu pai conheceu minha mãe. Assim como todos os armênios que se conheceram entre si aqui, porque cada um veio de um lugar da Armênia. Então, acabaram formando um núcleo aqui, foram se conhecendo e casando entre si. E a senhora tem irmãos? uma <coughs> irmã e um irmão.
E a senhora é mais nova? Eu sou a do meio. A do meio. i-i E quais são as as primeiras lembranças de infância, da primeira infância? Então...
Então, quando eu nasci, era a época do início da Segunda Guerra Mundial, em.

A minha mãe, por um motivo qualquer, não tinha leite para me alimentar. Então ela conseguia o o me alimentar com amas de leite, mas era insuficiente, então, e e, Como era a época da guerra, não havia importação de leite. E não havia fábricas de leite em pó aqui na época.

Hoje chama-se Vila das Mercês. E ele comprou uma chá, um terreno de quatro mil metros, com uma casa já no centro do terreno, todo ajardinado, com pomar, muito bonita a chácara na época, bem conservadinha, e a família passou a morar lá. Nós passamos a morar lá porque ele comprou uma vaquinha e de lá ele tirava o leite para mim, para o meu sustento. Então, eu me desenvolvi a custa do leite de vaca mesmo, lá na chácara do meu pai. Assim eu morei lá por cinco anos. i-i , como era época da guerra, faltava combustível também.

Então, ele comprou um cavalo e uma charrete e se locomovia diariamente lá do Sacomã até a Rua Canindé, de charrete. E passava pelas ruas quase desertas, porque, pelo fato de não haver combustível, eram poucas pessoas que possuíam carro. E os que possuíam era alimentado a gasogênio, uma espécie de um carvão que se colocava atrás dos carros, num tubo adaptado atrás dos carros. E nossa família possuía também um carro a gasogênio, além da charrete. Então, algumas vezes, eu, eu e minha mãe acompanhávamos meu pai nesse trajeto até a lavanderia, e os prédios eram baixos, as ruas quase desertas, e era uma assim, uma uma qualidade de vida quase interiorana na época.
E a senhora se lembra das brincadeiras de criança? Ah, sim. Eram, eram,
A gente brincava de roda. A gente tinha um pátio lá na chácara e juntava-se a criançada do bairro e brincávamos de cirandinha, de esconde-esconde, cabra-cega. Eram brincadeiras da época. E Passanel.
E existia um grupo de amigos das crianças de lá?
Eram poucas as amizades porque eram esparsas as chácaras, eram só chácaras naquela rua. Então eram esparsas entre uma e outra. E como eram ãh casas de veraneio, a gente só tinha contato com outras chácaras quando as outras <coughs> famílias eh tinham férias e chegavam até a chácara. Então a gente quase não tinha vizinhos e os nossos Nosso relacionamento se concentrava quase que exclusivamente com armênios que vinham todo fim de semana passar o fim de semana na nossa chácara, além da nossa família, mas outras famílias armênias que passavam com a gente. nos fins de semana, todos juntos, e nos confraternizávamos com músicas armênias, ãh, Meu tio tocava alaúde, o meu pai tocava violino. Então, ce concentrava, era um reduto armênio. A nossa casa virou um reduto armênio de lazer, mais ou menos, nos fins de semana.
i-i quais seriam as as primeiras lembranças de escola?
Bom, aos cinco anos eu mudei para cá. Então, eu fui alfa, comecei a minha alfabetização no grupo escolar, já que mudei perto do do da lavanderia, que era a nossa casa, era contigo a lavanderia, num nível um pouco superior à lavanderia do meu pai.

Foram as minhas primeiras instituições. Eu recebi lá. E, eh, Depois, no Jardim da Infância, aí, ai. Depois, eu passei a ir a escola armênia.

e lá era período integral, e eram intercaladas aulas de armênio e aulas do currículo normal de português. Então, quem saía diplomado do primário, naquela época, falava fluentemente o armênio, lia, escrevia e também tinha o diploma autorizado ãh em português e todo o currículo normal do português e, geografia, história.

E de Armênia era o professor Hagop, o nome do meu pai, Hagop Tilian, o professor de Armênia.
E o que a senhora gostava mais de estudar nessa época?
Eu gostava mais de português e gostava muito de estudar História da Armênia.
E vocês iam, qual era, como era o trajeto de casa até a escola?
O trajeto de manhã, meu pai me levava de carro. Depois voltávamos na hora do almoço a pé, da Rua, Avenida Tiradentes até o Canindé. É, depois, Almoçávamos, tínhamos duas horas de almoço. Depois voltávamos, meu pai nos levava de novo, de carro, e voltávamos às quatro horas, na saída da escola, a pé. E íamos em turma, porque todos os alunos, na sua maioria, ãh, que estudavam na escola armênia, também moravam nas imediações de onde eu morava.

Desciamos juntos.

E como que era esse cotidiano de morar em cima da lavanderia?
Então, a gente, minha mãe participava do trabalho caseiro ãh e ao mesmo tempo ajudava meu pai na indústria. Então, ela acumulava as duas funções. Então, nós sempre tínhamos ãh uma comida caseira quentinha, porque minha mãe era muito cuidadosa com a nossa alimentação. Tínhamos sempre um uniforme muito bem lavado e passado, já que nós tínhamos a nossa lavanderia à nossa disposição. E tínhamos sempre uma empregada que estava à nossa disposição da lavanderia para qualquer eventualidade que necessitávamos, quando minha mãe estava ocupada nos afazeres da lavanderia. e meu pai e minha mãe trabalharam afincamente na lavanderia, arduamente. Era um serviço muito pesado, porque demandava muito dos dois, porque eles precisavam se revezar, já que começava muito cedo, começava às cinco horas o trabalho, e terminava às dez, onze horas da noite. Enquanto tivesse roupa de freguesia para lavar, então era necessário a presença dos donos lá para orientar o trabalho. E a os meus pais lavavam a lavanderia, lavavam a roupa do do da estrada de ferro Sorocabana, que cujos trens chegavam às 5 horas da tarde. Então, às 5 horas, o caminhão da lavanderia estacionava na frente da Sorocabana e <coughs> recolhia a roupa e imediatamente era lavada e passada no mesmo dia e entregue à noite, lá pelas 11 horas, quando o trem já ia partir para o rio. Então são detalhes que hoje ãh quase que inconcebível isso, porque eles devem ter mudas de roupa, deve ter um outro, um outro, assim, uma outra logística que na época não havia. Então era necessário diariamente ser entregue a roupa. E,
E a senhora disse que a chácara era antes a grande diversão. E quando a família mudou para o Canendé,
A chácara passou a ser a nossa casa de campo. Então, quando nós tínhamos férias na escola armênia, nós íamos para a chácara e revivíamos aqueles momentos antigos, assim, muito alegre. Era um espaço muito grande, só nosso, tínhamos pomar, tínhamos... um jardim bonito, tinha um abacateiro frondoso, onde meu pai tinha instalado ãh mesas fixas, onde nós almoçávamos nos, aos domingos, aos sábados, tocava-se música armênia, dançava-se músicas típicas armênias em roda. Não sei se conhecem. Não sei se vocês já viram músicas gregas, árabes. Então, naquele estilo. Tem muita similaridade a música armênia com a árabe, a grega, a turca.
E depois da escola armênia, a senhora foi para onde? Eu...
Depois da escola armênia, eu fui para o ginásio paulista, que também era perto da lavanderia. Fiz o ginasial lá. Quando terminei o ginásio, entrei no Mackenzie. Antigamente, o colegial era subdividido em clássico e científico. Eu optei mais pelas humanas e fiz clássico no Mackenzie. Aí, terminado o terceiro ano clássico, eu prestei vestibular no Mackenzie mesmo e fiz ãh direito no Mackenzie e concluí em,
Agora, voltando um pouquinho, que a senhora deu uma acelerada aí. Ham. Ê... . Nessa época de colégio, o que mudou assim no cotidiano? A senhora foi ficando mais
Na época de colégio, nós mudamos da lavanderia, passamos para um... como a família prosperou, o trabalho traz prosperidade. Imigrante é trabalhador, é, tem garra, já que tinham escapado de um regime ditatorial turco severo, em que qualquer ãh atividade era era aos armênios era proibida, falar a língua armênia era proibido. E aqui eles encontraram São Paulo acolhedor, liberdade de expressão, liberdade de religião, então, liberdade de atividade. Podiam escolher a atividade que quisessem. O campo era fértil para os armênios. Assim, todos eles prosperaram.

Meus pais construíram uma casa muito bonita e abrigamos também. Antigamente, os armênios tinham o hábito de morarem assim, dois irmãos com suas respectivas famílias na mesma casa. Eles eram inseparáveis, já que Eles se separaram ãh durante o massacre. Aqui no o Brasil, eles queriam <coughs> a união das famílias. Então, eles não concebiam a separação de duas famílias morarem cada um na sua casa. Era uma coisa inaceitável isso. Então, meu pai construiu uma casa razoavelmente grande, a ponto de abrigar ele e um dos irmãos dele, que continua o sócio dele. o irmão mais novo. Então, duas famílias moramos na mesma casa durante mais ou menos uns 15 anos.

Né? de colegial. Foi na época do colegial e da universidade. Na época da adolescência.
E, nessa época, o que a senhora fazia para se divertir? Como é que era?
Era mais cinema, teatro. A gente assistia às peças eh da Dercy Gonçalves eh do <sighs> Eram tantos.

Fazíamos turma, tomávamos ônibus, íamos todos juntos para a escola, voltávamos juntos. Era um tempo, assim, em que havia uma integração. A rua se integrava, a juventude integrava um com o outro, que hoje a gente quase não enxerga isso. Eu não vejo, por exemplo, hoje, uma rua inteira, quase todos os amigos, descíamos a rua todos juntos, tomávamos ônibus juntos, chegávamos a uma case, e isso a gente não vê hoje. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu carro, e não tem aquela, aquele, vamos dizer, agrupamento, aquela vida eh de coleguismo. Eu não estou enxergando isso. Eu estou enxergando uma coisa assim mais pessoal. Cada cada um tem a sua vida pessoal ah, seu modo de ser e não tem aquele comprometimento um com o outro.
E como que foi a escolha eh pelo direito?
Eu gosto de humanas, como eu falei, gosto de línguas. Já que eu falava uma língua armênia, e porque meus pais eram obrigados a saber a língua turca, já que tiveram a influência turca, eles se comunicavam entre si em turco, nós acabamos aprendendo por assimilando a língua turca. Então, hoje eu falo armênio e turco e eu tenho facilidade para línguas. E como meu pai também morou nos Estados Unidos, eu tinha também noções de inglês. Então, escolhi o ramo de humanas e, lá, a maioria dos meus amigos iam para para a área do direito. Eu, um pouco influenciada por eles e porque também eu gosto de de leis, eu tinha uma tendência Aí escolhi a área de de Direito, mas só que nunca podia exercer, porque no mesmo ano que eu me formei, em seguida foi em 31 de março, no dia da Revolução, foi a eh minha formatura de 64, né? Eu me formei em 63, só que a formatura foi 31 de março de 64. Foi justamente no dia da Revolução, a colação de grau, no Mackenzie. Aí, em seguida, eu me casei. Eu já estava noiva com meu marido. Eu me casei aí nos moldes antigos. Como eram moldes antigos ainda, a mulher era quase que impedida de trabalhar fora. Então, eu tive uma vida assim mais caseira. Eu tive que eh cuidar do lar, ter filhos, cuidar do lar. Então, essa parte foi anulada um pouco. A minha parte dos meus estudos universitários foram, assim, um pouco anulados porque foram substituídos pela vida mais caseira.

Ah, isso é muito fácil.

Era a minha melhor amiga. E era irmã do meu marido, agora. O meu marido, por coincidência, chama-se também Agope. Eu tenho três Agope importantes na minha vida. Meu professor de armênio, meu pai e meu marido. Coincidência.

Naquele tempo tinha aula de admissão ao ginásio. E a minha mãe, sabendo disso, telefonou para a mãe dela perguntando se eu poderia participar dessa aula particular. A mãe dele não se opôs.

Aí eu ah tinha 12 anos e ele tinha 15. Nessa época apenas nós nos entreolhávamos, mas era quase que impossível uma aproximação, quase que impossível. Ãh... Porque por elos padrões morais da época, com 12, 13 anos, não se tinha contato com o sexo oposto, quase Hoje é completamente diferente. Então, estou narrando uma coisa diferente mesmo, né? Aí, depois passaram-se os anos.

Aí depois eu fui fazer o colegial. Um dia ela me liga e diz, você não quer me fazer uma visita?

Eu falei, ah, com todo prazer. E aí a mãe dela, falando com minha mãe, me convidou também, convidou minha mãe também, fomos para fazer uma visita para minha amiga de infância. Aí, nessa ocasião, meu marido já era mocinho, ele se aproximou mais de mim, conversamos lá no dia, assim, sem muito compromisso.

Ele ficou com a minha imagem na na cabeça dele, e ele, mas só que ele também não falou para a família dele. o que ele sentiu no momento, porque também era assim muito, como vamos dizer, assim, ãh, era muito restrito, ãh, a comunicação do de um filho com um pai a respeito dos seus sentimentos pessoais. Então, ele sentiu assim um pouco de timidez de re relatar aos pais dele o que ele havia sentido. Então, ficou assim dentro dele, não revelou para ninguém. Aí, de vez em quando, eu recebia umas cartas anônimas. E nessas cartas, sem remetente. Às vezes, havia o remetente com endereços assim que não coincidiam com a realidade.
Aí, o que diziam essas cartas?
diziam que dentro do, no momento ele não poderia se revelar, porque os planos dele ainda não estavam sendo satisfatórios economicamente. E que quando ele viesse o momento adequado, e as cartas eram sempre em inglês, sempre em inglês, porque ele fazia curso de inglês e ele queria incrementar o inglês dele escrevendo nessa língua. Aí um dia eu recebi um telefonema dizendo se eu queria saber quem era o autor das cartas. Aí eu disse que eu estava curiosa e queria saber. Então ele falou, se eu queria saber, então eu deveria me dirigir ao Centro Armênio, que é o nosso salão de festas, que haveria um baile das debutantes e lá ele ia se revelar. Aí eu fui no dia e ele pegou uma mesa ao lado da minha, E ele veio me tirar para dançar e se revelou dizendo que ele era aquele que escrevia as cartas anônimas para mim. E para mim foi uma surpresa muito grande de saber que era o irmão da minha principal amiga, da minha melhor amiga da infância. Aí, em seguida, nós fizemos um compromisso no dia do meu aniversário. Isso foi em maio. No dia do meu aniversário, em outubro, as famílias se juntaram. É uma, assim, ãh, celebração de um compromisso em que as famílias se conhecem entre si. Havia já uma um prévio conhecimento, mas não <coughs> havia, assim, um contato mais íntimo. Então, naquele dia eh, houve aquele contato dos parentes dele, tios, tias e meus tios e minhas tias do meu lado. E naquele dia foi colocado um anel, que todos os armênios na época têm essa tradição de colocar um anel. Aí depois que vem o noivado, é uma outra oportunidade que vem o noivado. Aí um ano depois ficamos noivos e mais um ano depois casamos, em.
E como é que foi esse casamento?

Nos fundos é o salão e a Escola Armênia na parte inferior. E a festa foi no Conjunto Nacional onde tinha o fazano, antigamente, o bufê fazano.

E a senhora poderia descrever assim uma cerimônia de casamento armênio?
Posso descrever, sim. Então, casamento armênio eh, no no dia do casamento, a noiva simboliza uma rainha e o noivo simboliza um rei. Então, é coroado o rei e a rainha com uma coroa que a igreja mesmo possui, dourada, e é colocada sobre a cabeça da noiva e sobre a cabeça do noivo. E quando eles param no meio da nave, e lá eles fazem os votos. No meio da nave. E depois eles se adiantam mais um pouco e sobem ao altar. E lá ah eles juntam, juntam-se as duas cabeças. Enquanto não se juntaram as duas cabeças, não se consideram como casados. É uma tradição armênia. E é celebrado todinho em Armênio no meu tempo. Agora já ãh, como existem casamentos mistos entre brasileiros e outras raças com armênios, então já se fala o português e o armênio. Então certas partes da cerimônia em armênio e outras em português. Mas no meu tempo era só em armênio, já que ambas as famílias eram armênias. E... o que mais eu poderia dizer?
E aí depois teve a festa no no.
No Fazano.
E aí vocês se mudaram para uma casa nova?
Então, aí nós compramos, o ele comprou uma casa. Sempre é o homem que a arcava na época. Tanto o casamento, como o vestido da noiva, como ele arcava a esposa. Em Com todas as despesas, E a esposa era assim, como que submissa à vontade do marido. Eu tenho 70 anos, e isso lá se vão 46 anos atrás, então eu tinha que mais ou menos obedecer às tradições dos meus pais, já que eu pertencia a uma coletividade armênia meio fechada. E ele comprou uma casa, fomos viajar para a Argentina, Ficamos um mês na Argentina, um mês depois a gente foi para nossa casa. Passamos só um ano na minha casa, porque eu fiquei esperando minha filha mais velha, a primogênita. Que se chama?

Eu passei muito mal.
durante a gravidez.
É isso. E minha mãe, eu passei a ficar na casa da minha mãe porque eu estava muito mal. E nesses nove, quase que praticamente nesses nove meses. E quando minha filha nasceu, eu recebi uma proposta do meu sogro e da minha sogra que eu deveria morar com eles. Então eu fui morar com eles, a casa era grande, acomodava a gente. Eu fui morar com, eu, venderam minha casa, né, venderam. E eu fui morar com os meus sogros. Morei cinco anos lá. E aonde era essa casa?

Então, passamos por uma outra... A casa já ficou pequena para nós, passamos por uma casa, e lá permanecemos 12 anos. Depois passamos para um apartamento, também alugado, e permanecemos por cinco anos lá, lá na Penha mesmo.

Eu achei assim a maternidade uma coisa extraordinariamente bela, uma coisa divina mesmo. conceber uma criança, um ser humano, conceber um, outro ser humano. Uma semana antes estava dentro de mim, depois, uma semana depois, estava nos meus braços uma criança. E, por exemplo, como eu falei, eu passei muito mal e eu tenho um ser vivo, sadio, perfeito. Eu achei aquilo uma coisa extraordinariamente bela. Coisa divina mesmo.
E aí depois de quanto tempo que veio a segunda?
Dois anos e meio depois veio a segunda. Eu parei por aí.
E como é que foi, assim, a infância delas?
Então, a infância delas foi na casa da minha sogra, já que ela tinha uma casa grande, com um jardim grande. Então ela ãh , os primos moravam tu, nas imediações da casa dela, já que minha amiga Florinda, que se tornou minha cunhada, Também tinha casado e morava lá perto. O meu cunhado casado morava <coughs> lá perto. <coughs> Então, os filhos deles, que eram primos das minhas filhas ãh, se confraternizavam entre si, trocavam brinquedos e brincavam todos juntos nos jardins da casa da minha sogra.

Isso, elas também tiveram sempre o contato com os primos.
E aí vocês mudaram para casa de cá?
No ano de... em 84, em dezembro de 84. e E aí pra elas também foi uma mudança, né? Foi uma uma mudança radical, mas elas já eram quase adultas. Elas tinham já uma certa idade, então elas criavam, criaram novos núcleos de amizade e ela, Uma estava no colegial, a outra estava já na faculdade. Então, elas tiveram uma adaptação assim fácil eh, porque já estavam mais adultas, e foi muito bom para elas também. Elas gostaram demais de ter mudado para o bairro de cá. E hoje, o que que elas fazem? A mais velha fez ãh na católica, ela fez letras na católica, só que não exerceu, trabalhou com o pai, com meu marido durante mais ou menos uns 15 anos no ramo de tecidos, já que meu sogro tinha tecelagem e depois o meu marido continuou no ramo de tecidos.
E o que aconteceu com a lavanderia?
Então, a lavanderia eh, os meus irmãos ãh tocaram, o meu irmão tocou por um certo tempo, depois ele acabou vendendo a lavanderia. Geralmente, no hábito dos armênios, a atividade comercial passa quase que direto de pai para um filho. A mulher fica quase que excluída. Ela leva alguns bens imóveis, mas a atividade comercial passa geralmente, de um modo geral. Não é regra geral. É regra geral, mas tem exceções. Então, passa do pai para o filho. E a lavanderia se extinguiu aos poucos, porque foi vendida, outras pessoas compraram, não não souberam tocar. E ficou assim. Agora, e aí ele passou para o ramo de tecidos? Não, o meu marido, já tinha, o pai tinha tecelagem lá na Penha, e ele depois eh, quando já todos os irmãos, cada um tomou o seu rumo, ele tomou o rumo também de tecido, assim, a parte dos irmãos.

Depois, quando o ramo de tecidos, com a entrada do Asiático, deu uma parada.

Ela passou no concurso e hoje ela é auditora fiscal da prefeitura. E a mais nova, a Andrea, é médica, pediatra.
Quando seu marido passou a trabalhar no ramo de tecidos...

Durante 15 anos, mais ou menos. Depois, quando o asiático entrou, o ramo ficou meio defasado, aí, Ele parou com tecidos e a minha filha passou a não ter ocupação. Então, resolveu estudar para prestar para concurso. Ela fez cursinhos, estudou, prestou concurso e passou como auditora fiscal da prefeitura.

E como é que é a relação dessa nova geração com a colônia armênia?

Ele é filho de italianos e portugueses. Ela convive bem com os antigos amigos armênios dela, só que ela tem mais um núcleo agora de médicos, porque o marido dela também é médico, já que ela conheceu o marido na faculdade. Então, ela, o núcleo de amizade delas é mais reservado a médicos do gênero, né? e com a família dele mais.

está noiva com um moço de descendência armênia. Recentemente ficou noiva com um moço des descendente de armênio. Então, ela tem mais contato com pessoas armênias.

E hoje, no cotidiano do casal, vocês continuam frequentando e continuam
Nós continuamos participando das festas da colônia, casamentos, somos convidados em vários eventos e, ah, Já que minha filha também, a mais velha, ficou noiva com um moço de descendência armênia, eh, ah, tem uma interligação muito forte com a família dele. A gente participa sim, muito da coletividade armênia. Fazemos, Programamos viagens com vários casais armênios, eh, assim, Tem uma comunicação muito agradável. com famílias que são muito afins nos hábitos, tradições, ãh, Mesmo as festas de casamento armênio têm suas tradições, seus seus hábitos, assim um pouco diferentes daquelas que não são armênias, né? Então, por isso, é agradável para a gente esse modo de ser.
E eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa coincidência de hoje ser dia 24 de abril. Então, ah,
Como os turcos perpetraram um genocídio contra os armênios durante a Segunda Guerra Mundial, no governo de Mustafa Kemal Pasha, Onde começou essa história? Então, O ideal deles era o Panturquismo, que significava a Turquia para os turcos. E como ãh no mesmo território habitavam os armênios, ãh, os gregos, judeus, e turcos. Então, eles trataram logo de eh idealizar, juntamente com seus ministros, que eram quatro ministros jovens turcos, que eu sei dizer o nome de três, eh

O quarto eu não me recordo. Então, esses quatro jovens turcos que tiveram uma influência europeia eh, uma educação europeia da época. Então ãh, principalmente da Alemanha ãh, de Hitler. Então ele queria, ãh, eles queriam a Turquia para os turcos. Então, eles trataram de engendrar um plano de matança dessas outras raças que não compunham a raça turca. Então, eles mataram os armênios, um milhão e meio de armênios na Primeira Guerra Mundial, <coughs> e os remanescentes que sobraram eram crianças e e levavam principalmente o chefe de família e principalmente a elite eh intelectual. Então, nessa matança foram ãh grandes escritores, médicos, advogados, grandes empresários, E sobraram nas casas, as assim, as mulheres e crianças.

Aí, então, elas tiveram de atravessar o o deserto de Erzur, que à noite fazia 40 graus abaixo. E a no, e e aí, durante o dia, 30 graus ou Algumas sobreviveram, e todas debaixo ãh do jugo turco também, durante a travessia. As que sobreviveram e conseguiram o asilo político da Síria, na cidade de Alepo, rumo ao sul. Harpert, que é a cidade onde meus pais nasceram, era ao norte. Então, rumo ao sul, na cidade de Alepo. Assim, ficaram, assim, numa situação miserável. tendo de começar... Era uma raça dentro... Era um povo dentro de outro povo. Então, o povo que se juntou ao primeiro era um... Era um submundo. E tiveram que se adaptar a essa nova realidade de miséria. E os que tinham algum parente no exterior, tinham ainda a grande dádiva ãh de ter um recurso assim mensal, como foi o caso do meu pai, de mandar todos os meses uma certa quantia dos Estados Unidos para Alepo para a manutenção da família dele. E os que não tinham, iam morrendo de fome, de doença como tifo e outras doenças mais.

E há comemorações em todas as partes do mundo, porque consiste, ãh, todos os armênios que se dispersaram pelo mundo ãh, são designados como a diáspora armênia. Então, em todas as partes do mundo, no dia de hoje, é celebrado um culto aos mártires armênios que tombaram na Segunda Guerra Mundial, debaixo ãh do do comando turco i-i,

em todos os países onde os armênios estão, há um ajuntamento e nesse dia é comemorado o dia mesmo do luto nacional armênio. Isso foi dia 24 de abril ? dia 24 de abril de 1915.
E hoje a senhora sabe se existe alguma comemoração em São Paulo?
Eu não estou bem informada hoje. Não estou bem informada, mas normalmente eu sei que nos anos anteriores tem havido essa comemoração.
Ok. Fechado o parênteses da data. A senhora tem netos hoje?
Tenho dois netos. Da minha filha Andréia, um menino e uma menina. A menina tem nove anos e meio e o menino tem sete anos e meio.
E como é que é isso de ser avó?
É muito bom. Eu tenho uma comunicação assim muito boa com os meus netos. Eu convivo muito bem com eles ãh. Todas às sextas-feiras eu apanho eles na escola. Eles passam o dia comigo. eles almoçam comigo, depois à tarde eu levo o menino pra aula de judô no clube sírio e a menina para aula de dança árabe, que ela gosta de dança árabe. E passamos à tarde no clube sírio, depois retornamos, enquanto a minha filha Já que minha filha é médica e ela trabalha em período integral, das sete às sete, na, toda sexta-feira, então, no fim do dia, as crianças já estão arrumadinhas, com o jantarzinho já pronto, aí a minha filha passa e apanha eles e leva para casa. Agora, fim de semana, eles passam com os pais deles na fazenda que eles têm, em São José dos Campos, e tem mais uma fazenda em Cunha. Agora, no meio da semana, eu não não os vejo porque ãh eles estudam e eu não tenho contato. É mais às sextas-feiras que eu tenho contato com eles. É muito bom ser avó <laughs> é...

Para mim, o mais importante A finalidade primordial minha é a minha família. A minha meta primordial são minhas filhas, meu marido e meus netos.
E que sonhos a senhora tem para o futuro?
Eu teria sonhos, assim, ãh, de viajar talvez um pouco, já que eu não estou podendo, porque tem um pormenor que está me impedindo. Eu estou com minha mãe com noven, com quase 97 anos, com Alzheimer, e eu que cuido dela. Então, eu eu estou um pouco restrita a essa atividade, então eu não estou podendo sair muito, não estou podendo ãh ter uma vida social mais intensa por causa ãh dos cuidados que eu estou tendo com a minha mãe, ela requer de mim. um contato constante, um zelo constante, que ela está numa fase já muito adiantada do do do Alzheimer. Ela não fala, não anda, não se alimenta sozinha, está com a deglutição prejudicada, então todo o alimento dela precisa ser liquefeito, quase que como uma papinha, Então, eu estou muito restrita. Então, eu alimento assim, no futuro, um sonho de viajar um pouco e desfrutar um pouco de descanso, já que eu estou com uma atividade muito intensa agora, e...
E será que ficou alguma história que a senhora gostaria de contar e que a gente não deu oportunidade ou deixou passar?
Eu acho que eu já relatei tudo que tinha que relatar.
E o que a senhora achou dessa experiência?
Eu achei muito bom de contar uma parte da minha vida, porque eu acho que todo imigrante, já que São Paulo é uma uma cidade cosmopolita, ela é formada de descendentes de imigrantes. Então, todo imigrante teve o seu, a sua fase de adaptação na São Paulo antiga. Então, todo imigrante tem uma história bonita para contar. Eu acho que a minha história ãh retrata um pouco de São Paulo antigo, retrata um pouco do do cotidiano do que era antigamente, de como as pessoas viviam, de como se adaptavam. Então, eu acho que preencheu a a finalidade.
Muito obrigada, pela sua história. Nada.